Museu aberto, depoimento de Paulo Orrira, entrevistado por Eduardo Barros e Camila, São Paulo, vinte e oito de agosto de dois mil e sete, realização Museu da Pessoa, entrevista número pê cê eme á agá vê zero cinquenta e três. Na outra de papo, de cerca de uma hora e meia, Nós queremos ouvir a sua história pessoal, queremos ouvir o que o senhor tem para nos contar, o que o senhor tem vontade de contar. E o nosso papel aqui é muito mais o de um condutor pelas suas memórias do que o de propriamente um entrevistador. Então a gente começa na sua infância e vem seguindo a sua trajetória de vida, eh, contada por meio daqueles pontos que o senhor acha digno de nota, até o dia de hoje. Eu e eu e a Camila vamos fazer essa condução.

A gente começa aqui no Museu da Pessoa com, ah... Existe uma praxe aqui que a gente segue, que é pedir para o senhor dizer o seu nome completo, o local de seu nascimento e a data de seu nascimento.
E como é que os meus pais vieram, tudo isso também?
Depois a gente a gente pergunta, mas a gente começa por essa breve identificação. Nome, local e data de nascimento.

Eu sou Paulo Orrira, nasci no dia seis de fevereiro de mil novecentos e trinta e oito,, pouco antes da guerra, Segunda Guerra, e hoje estou com sessenta e nove anos e nasci no no Mirandópolis, ãh, bairro de Oriente.
Mirandópolis, só para registrar, fica em qual estado?
Estado de São Paulo.
E o os os nomes dos seus pais, seu Paulo?
Koichi Ohira e Ayako Ohira.
Fala um pouco da atividade profissional dele. Eles nasceram no Japão, não é Nasceram, é. Fala um pouco para a gente qual era a atividade profissional deles lá no Japão.

Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles desempenhavam qual profissão?
Ãh, Lavoura.
Lavoura, lá no interior de São Paulo?

Conta para a gente, para a gente começar essa nossa história aqui, eh, como se deu a vinda dos seus pais para o Brasil? O que o senhor sabe dessa parte da história da sua família?
Meu pai queria vir para o Brasil, que todo mundo vinha aquele tempo, antes da guerra, e ele candidato do Rio, pediu candidata, dizendo qual jovem quer casar comigo e ir para o Brasil? E minha mãe candidatou. contra a vontade dos pais dela e veio para o Brasil em mil novecentos e trinta e sete. Eu Já minha mãe grávida de mim já antes de embarcar na no navio.
Qual era mais ou menos a idade deles nessa época? Eh,
Meu pai estava com, eh, vinte
O senhor sabe, em algum momento eles contaram para o senhor o que foi o grande motivo, assim, do seu pai ter vontade de vir para o Brasil, justamente para o Brasil naquela época?
Para ver coisas diferentes, né, eu acho, eu acho, né, do que ficar lá no no no no no no no Japão.
E como foi a chegada deles aqui no Brasil? O senhor senhor tem ideia?
Chegou já contratado pelos o agricultores daqui e veio trabalhar na lavoura de de de café, algodão, um... esses . Ãh, esses produto.

tem irmãos? Tenho, nós somos quatro. Sim, porque ele já estava contratado, né? Ah tá, Como daqui eles vão para lá, contratado também, né? Deca-segue, né?
E o senhor é o mais velho dos irmãos?

E são quantos irmãos? Somos quatro.

Qual o nome deles?
Yohane, Satomi e Sono.
Agora, o senhor nasceu em Mirandópolis, mas foi registrado em Arasatuba, é isso?
Isto. Porque não tinha cartório naquele tempo,
mil novecentos e trinta e oito. Conta para a gente como era Mirandópolis.

Ah, não sei.
O senhor não lembra? Não. Não, porque nunca fui lá.

O senhor então foi... Eh, participo, fui fui lá quando a minha mãe ficou doente, porque a gente foi hospitalizado na cidade de Mirandópolis, que lá é o o ponto central da ci do do do núcleo, né?
Entendi, mas a sua infância foi passada então em Araçatuba? É. Então conta para a
Não, Araçatuba é onde foi registrado, onde tinha cartório mais próximo de Mirandópolis.
Tá, mas o senhor, onde o senhor passou a sua infância?
Lá em Oriente, Terceira Aliança, aliás.
O bairro é o bairro afastado do centro... Exato, isso.
É um é uma comunidade... É, porque lá trinha teve a primeira, a segunda, a terceira aliança e mais o Oriente.
Eram quatro bairros de de descendentes
Sim, tinha mais, né, mas, tem mais até hoje. Mas o que o principal que eu conheço são esses aí.
E era um bairro afastado da cidade de Miranópolis. mais ou menos quarenta, cinquenta, como daqui até Mogi. Entendi. Então conta para a gente como era o bairro de Oriente nesse final da década de trinta, começo da década de quarenta.
Tudo ma Mata Virgem. Tudo era Mata Virgem.
Como como o senhor se lembra da sua casa na infância, lá em no bairro de Oriente?
Onde eu nasci? É. Ãh, muito difícil, viu? Porque eu lembro o o jeito do meu pai, assim, uma, duas vezes, assim, que que eu recordo. E lá é sis no no interior tudo japonezada faz sistema do Japão, né? Porque lá não tem, ãh, cama, não tem mesa, não tem nada, né? Como que é o sistema?

Uma cama é... põe lá o o o a o tatame, né? O... E depois põe um um... não sei como que fala em português lá e põe um tipo de... Não, não é lençol, é é qual é o futon. Futon é... Não é funton, é almofada. É almofada, mas feita de algodão, né. Forra aquilo, dorme e depois cobre com o mesmo tipo de de futon.
né. A alimentação que vocês se seguiam também a a tradição, o costume... Sim, eu até hoje, né, até hoje.
Eu faço Eu que faço comida do meu filho. São mais eh o setenta, cada dez, sete, eh, tempero japoneses.
Então a a comunidade Oriente, ela seguia todas as tradições culturais do Japão?
De manhã As crianças de manhã iam para para a escola, aula japonesa e à tarde ia para o grupo escolar, porque o o escola daqui. Então, para isso, existe uma música japonesa que se chama Papai e a Mamãe Quer dizer, papai e mamãe, né? E nessa letra aí, então, consta a vida que os japoneses levava aqui no Brasil. No Brasil. E são três estrofes de música que conta a história que de que que eles levavam. Primeiro estrofe diz, eu... vim do Japão e junto com meus pais, né? E... E onde meus pais, ah, foi eh des desbravar do budista, né? E... cuidaram das plantações de arroz, ah, café, algodão, esses coisas, né? E no segunda estrofe conta que que de manhã e a gente vai para a escola, ãh, japonesa e à tarde para a aula brasileira. E terceiro estrofe conta que que nós estamos aprendendo tudo. Nessa aprendizagem, a gente se, eh... fazendo amizade com o pessoal daqui, né? Uhum. É. Porque eh a gente não entende o que eles falam e eles não entendem o que a gente fala, que é japonês e português. Então, essa letra são três estrofes. Posso contar para ver se fica... Claro.

Então, e eu vou dizer a letra em japonês, a letra da música, para por que que consta que eu fiz a apresentação agora, há oitenta anos na Terceira Aliança, eu fiz essa apresentação. Então, a letra da música em japonês é assim.

É o título.

papai e a mamãe

Papai e mamãe

E nessa comunidade oriente, todas as pessoas, os os pais de família, eh, como o seu pai, todo mundo trabalhava na lavoura?
Exato. E depois cada um tinha seus filhos. Depois cresceram e esse aqui juntou com essa família, esse aqui juntou com aquela família e assim vai diminuindo a propriedade.
Entendi. E, e e nessa comunidade tinha todas as, ou algumas, dos serviços básicos de uma cidade, tinha ali, vocês tinham escola... É, eaí uma escola criada por nós, não por governo.
Principalmente escola japonesa, né? Aliás, mais tarde vieram do Japão... professores que a gente, eh... estudamos, porque muito antes da guerra é é feito pelos próprios próprios os os imigrantes que davam aula para os filhos que nasceram nasciam aqui, para não perder o vínculo, né, do do Brasil e Japão.
Agora me conta uma coisa, seu Paulo. O senhor se lembra de um dia, de um típico dia nessa comunidade, quando o senhor era criança? O senhor ia para a escola de manhã, o senhor lembra ah o dos seus amigos, de como era viver ali na comunidade Oriente?
Lembro, eai justamente este ano que eu comemora oitenta anos de Terceira Aliança, porque tem primeira, segunda, terceira. Na Terceira Aliança, que fez oitenta anos, eu estive lá fazendo esse esse esse essa música aí que acabei de falar. E fo fora isso, o pessoal que morava lá, ainda assim não se encontramos. Aqueles que estão vivos, naturalmente, né. Agora
Mas como era sua o seu dia a dia na infância lá em Oriente?

Oriente eu não lembro nada, porque eu tinha cinco anos quando eu saí de lá.
Ah, o senhor saiu muito cedo de lá. Nove, dez
onze, doze, treze, é. Quando eu tinha cinco anos que
de. Então o senhor não tem lembrança.
Minha, meu pai já tinha falecido e minha mãe casou outra vez, né? Ah, então Casou com ainda viúvo também.
Entendi, o seu pai então faleceu cinco anos depois da chegada? Isso. Em
e sete, quarenta e dois faleceu. quarenta e três a minha mãe casou outra vez, porque nós dois pequenos, o que vai fazer no meio do mato? Como que iam fazer, né? Então, casou com o viúvo que estava na na terceira aliança. Aí nós mudamos para a terceira.
Ah, então o senhor saiu de da comunidade oriente e foi para a comunidade Terceira Aliança.

Ambas ficam ali na cidade, no entorno da cidade de

Isso. A primeira aliança chegou quando?
Não, Primeira Aliança foi a primeira que foi fundada, mil vinte e cinco, vinte e seis foi fundado Terceira, Segunda. E terceira aliança
Agora, então, as suas lembranças de infância estão mais ali na Terceira Aliança.
É lógico, porque eu tinha dez ano quando eu, não, eu tinha se cinco, seis, sete anos.
Entendi. É. Conta então para a gente um pouco como era a infância vivida lá nessa comunidade, o seu dia a dia.
Não tem tanto assim, né, mas uma coisa é que lá na na Terceira Aliança, principalmente Oriente, não existia luz, água encanada, nem telefone. O único telefone que cooperativa mantinha, porque cada bairro tinha cooperativa, chama-se Cooperati da fa... Cooperativa Agrícola da Fazenda Primeira Aliança, da Segunda Aliança e Terceira Aliança. Então, nós somos Terceira Aliança. Tinha telefone número trinta e o ano que eu Então, eu não esqueço esse telefone. Não sei, porque aqui telefone bate assim, depois telefonista atende e a menina faz a ligação onde a gente queria.
Mas e o que que as crianças, como o senhor naquela época, brincavam? O que que o que que vocês faziam?
Esse brincadeira era comum, né? Agora, o mil novecentos e quarenta e seis, mais ou menos, depois da guerra que terminou em quarenta e cinco, vieram primeiros cinema ambulante. Então no caminhão tinha um dínamo para produzir a força, né, vinha projetor, vinha ajuda, e depois vinha o pessoal, e o filme quando é mudo tem um historiador. Chama-se... e agora agora não me lembro. Então tem historiador, como Noites de China, China no Então esse é o primeiro filme que assisti na minha vida, preto branco, mudo. Então tem a um um que que conta a história. Para <coughs> terem ideia como é que é, então faz assim,

Então eu sempre falo assim, China é o lugar de de de sonho. O história é o seguinte, chinesa e japonês querem casar, mas o jap, os pais não deixam. Então, um tem saudade do do do O japonês tem saudade da China, a chinesa tem saudade do Japão, coisa parecida assim.

Então, toda essa história de de de de... E depois, eh, o... o japonês mata o... pai da moça, né? E esse foi o primeiro filme que o senhor viu? É. É. E o segundo chama.
Mas, espera aí, desse primeiro filme, qual é o nome dele mesmo?
Noites de China. China no Yoro.
E o ci e foi esse cinema itinerante que foi lá no no na Terceira Aliança.

Então, quando vinha aquele caminhão, a gente corria, porque o único que tinha caminhão, meu padrasto. Então, quando vinha outro caminhão do interior, do do do de fora, aliás, no interior, do fora, quando vinha, a gente corria para ver que que será, né, o que que tem, qual novidade. E tudo, nós co corria lá e depois vinha, e ia num num num tipo de depósito, um lugar bem grande, e pessoal, durante a tarde, aí começa a colocar maquinária, né, o, põe pano branco, que é a tela, tudo. Então a gente perguntava para o para o, digamos, tio, né? Tio, o que vai fazer com esse pano branco? Aqui anda avião, aqui anda carro, aqui anda gente, aqui o os animais lutam, né? Né? Mas que diabos, como que vai lutar isso aí, né? E só ficava assim. Aí quando é que vai andar? De noite. De noite vai É quando está escuro. Olha que diabo que é de de noite. Aí quando chega às cinco horas, então a gente é dispensado. Cada um vai para a sua casa. Chega em casa, minha mãe diz, toma banho logo, janta e vai lreservar o lugar. Então a gente leva a a almofado e reserva o lugar, porque no cinema lá desse lugar não existe cadeira que nem essa aqui, com a poltrona sentada para assistir. É sentado no chão com almofada, entende? E quando escurece, os pais vêm, aí o Dinamo trabalha, né, e depois começa esse filme.
Então, o senhor que no futuro teve uma relação com o cinema, relação profissional, teve esse primeiro contato ainda lá na comunidade, né? Ainda lá na na na no no na terceira aliança, eh, teve esse primeiro contato.

E e de lá que eu comecei a ver os filmes, depois veio o sonoro também, né? Deixando de ter o mudo, né? Então esses filmes tudo, ainda eu frequento hoje, frequento Melodias da Saudade, a gente canta músicas de mil e novecentos, mil novecentos e dez, vinte, trinta cinquenta, né? E depois tem Melodias, Cinemas da Saudade. Então exibe filme de mil e novecentos mil novecentos e vinte, quinze, trinta quarenta, então quando exibiram o filme de mil e e sesseta, ah...
ou segurava? Sentiu como? Alguma diferença... Como a

Como a guerra influenciou no cotidiano ali da sua
Eu não entendia muito. Eu assistindo o filme, esse Noite de Destino, <coughs> é um filme de guerra, então, onde os pais não deixavam casar, porque uma chinesa e outra japonesa, então, minha mãe dizia, olha, aqueles matanças que estão tendo, é a guerra, onde um mata outro, né? Então, tudo isso a minha mãe contava a história. Porque filme é mudo, né? Não tem explosão, não tem nada.
E o senhor se lembra assim de alguma alguma reação dos adultos na época da comunidade por causa da guerra?
alguma... Não, a gente brincava porque tinha Shindoremi e Sakurakumi. Sakurakumi e o Shindoremi são contra a a derrota do Japão. Se for aqui, qualquer criança vai dizer, é, o Japão perdeu, né? Aí levava um tiro na cabeça.
Ah, porque era aquela aquela parte da comunidade nipônica que não aceitava?
Exato, exato. Como que era? Então a gente bri brincava com de de de com cabo de vassoura, dizia Shindoré, não sei o que, meu pai fala ''não fala isso, isso não é assunto de criança''.
Ah, porque tinha gente que não aceitava mesmo.
É um perigo desgraçado.
E o senhor ficou nessa comunidade com até quantos anos?
Até dez anos. Onde eu não sabia nem comprar um quilo de açúcar. Não sabia falar português. Ah, vocês só falavam em Japônes. Então quando vinha alguém de fora que não sabe não é japonês, então minha mãe, vai chamar fulana, ciclana, que está no terceiro, quarto ano. Quem está no terceiro, quarto ano que sabia falar português. Mas quem estava no primeiro, segundo ano não sa não entendia nada. Então tinha que chamar um aluno, uma aluna do vizinho.
Ah, porque nos primeiros anos da escola, hm, a a educação era toda em japonês.
Tudo em japonês. E o
E o senhor, naquela época, o senhor se sentia praticamente no Japão, então, ali, né? É, exato. O senhor tinha pouco contato na infância com a cultura brasileira.
É, porque se minha mãe precisa de açúcar, eu mandava buscar mais, e ser cooperativa. E a gente comprava em conta corrente, não levava dinheiro. Então quando tem que vir para comprar um quilo de açúcar, eu gostaria de ir no banheiro, porque eu tomo remédio. Vamos vamos, bora, rapidinho mas não tem que parar
A gente estava falando sobre ah que vocês não falavam português, falavam japonês.
Que não sabia como comprar um quilo de açúcar.
E com dez anos o senhor foi pa para... Campos do Jordão. Conta como foi essa mudança, por que o senhor se mudou?
Porque eu tinha um problema com o meu padrasto, né, saúde, então foi para lá.
problema de saúde do padrasto?

E como é que foi essa mudança?
Mudamos normalmente, né?
Mas aí lá o senhor não morava mais numa comunidade nipônica? Não, não
E Aí aí que comecei a aprender para português, que foi forçado, né?
O senhor se lembra de alguma peculiaridade? Algum alguma coisa ficou marcada na lembrança do senhor nesse processo? É, de , eh
Lá lá eu comecei forçadamente a aprender a falar português e fui coroinha da da igreja Santa Teresinha de ca Campo de Jordão, Vila Bernécia. E fiquei um ano lá na igre na igreja, né, e estudando ah segundo ano primário.
A igreja católica? Católica.
Santa Teresinha da Vila Bernécia.

Não não é que não seguia. Não tinha meio de seguir porque eh a comunidade japonesa é muito pouco, né? Então a gente foi obrigado a seguir o que está na frente, né. Não tinha escolha.

Paulo, como é que foi a sua integração à cultura brasileira lá em Campos do Jordão? Escola nova, língua
Exato, escola nova, com com idiomas, que que começou a aprender, não sabia nem gastar como gastar dinheiro, como tem que receber troco. Ãh E e na igreja a gente foi aprender para a coroinha, né? Então, onde aprendi... O primeiro passo da da da da música sacra aqui da igreja é o o que ele diz assim... Ah, glória a Jesus nossa santa, consagra sobre o altar, e os nossos olhos se levanta aara o Brasil abençoar, que o santo sacramento Que o próprio Cristo Jesus seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado, seja amado nesta terra de Santa Cruz. Na hora da comunhão, cantava essa música e eu gostava. Até hoje eu não esqueço, eu canto também. É a música de co de co de comunhão, né? E depois ela fazia muita procissão. Então, ah, Corpus Christi, por exemplo, carrega a cruz, essas coisas também, né? Então, quando vai fazer procissão, então Louvando a Maria, o povo fiel. Então, essa aqui também é outra música que que eu sempre gostei.

Ô ô, seu Paulo, ãh, mas nessa época tem alguma pessoa que te marcou, assim, que o senhor guarda na lembrança? Algum amigo, um amigo, um professor?
Propriamente dito, é meu padrinho que faleceu recentemente, dois, três anos atrás. E a madrinha está viva. Eu telefono para Campos do Jordão, não há medo de receber retorno já há três, quatro anos.
Conta um pouco sobre essas figuras dos seus padrinhos.

Então a a escola que que eu frequentava obrigava a batizar e e fazer a primeira comunhão. Então eu entrei na igreja para ser até coroinha, tudo, né? E lá, batizado, ao mesmo tempo já fez primeira comunhão.

Ah, foi escolhido lá ao acaso.
É, porque era pelo professor da escola, né? Então, acho que o professor chegou lá, no no, ele tinha, chegava assim, po pode ser padrinho de de um aluno um um um rapaz japonês, assim, assim, ele aceitou e eu fiquei sendo afilhado dele.
Mas aí depois o senhor ficou bem, se aproximou dele? O senhor ficou
depois ficou escondido. Desaparecido. Não sabia onde estava, com quem estava, não sabia nada. Então um dia, isso depois de casado, né? Então minha sobrinha, que é irmã da a minha mulher, ãh, tinha um tio que é e morava em Campos do Jordão.

Conheço, eh, séculos molhado. Aí localizou, aí reatamos, quer dizer, voltamos a ter relação outra vez. Até que ele faleceu dois, três anos atrás.
Vamos voltar ainda um pouco no tempo, nessa sua chegada a Campos do Jordão. O senhor ficou lá até com, até que idade? Dois anos só. Só dois anos? É. E aí de lá o senhor foi para onde?
Eu fiquei, terminava Mogi das Cruzes no no internato, depois de lá eu vim para São Paulo e um ano um ano terminar mesmo o quarto ano primário e depois entrei no, como gi ginásio, entrei na Escola Técnica de Comércio São Paulo, onde ia fazer comercial, né? Aí eu fo formei comercial, aí entrei no no colegial, fiquei dois anos aí fiquei doente da vista e larguei. Aí, nessa época que eu entrei na cinematografia, a Depois de cinematografia, fiz de tudo. E eu fui até procurar, eu recebi até procuração do meu patrão para quando ele ia para Oriente Médio, porque era judeu, a família.

Até hoje eu tenho contato com ela.

Mas, seu Paulo, quando o senhor saiu de Campos do Jordão e foi para o internato, A sua família, o seu padrasto, a sua mãe, eh, ficaram em Campos do Jordão?
Não, vieram para São Paulo.
Foram para Mogi das Cruzes também? Não
não, São Paulo.

E aí o senhor ficava nesse internato e via o seu o seu pa o seu padrasto, a sua mãe, esporadicamente?
Exato. Depois do segundo ano, já viajava, no fim da semana viajava para São Paulo. Com aquele tempo deu Até hoje, né, precisa ter a autorização do juizado menor, né? Aí eu fui numa ci eh num numa cidade de Mogi, uma pessoa falou, esse aqui que é o juizado menor, né. Aí eu peguei e expliquei, eu e o meu irmão recebemos autorização para viajar São Paulo Mogi, Mogi São Paulo. Livre, espontânea vontade minha, pensei em ser barrado pela fiscalização.
Mas eh conta um pouco para a gente como era o dia a dia lá no internato. Eh,
De manhã estudava japonês, à tarde eh ia para o grupo escolar e vice-versa. Se estudava primeiro japonês, à tarde, grupo escolar. Ou grupo escolar de manhã, à tarde, escola japonesa. E depois, fim do ano, fazia teatro.
né. O senhor sentiu muita falta da família quando foi para o internato? Não, para ser

Os irmãos, os irmãos estavam no internato também? Ãh? Os irmãos... Também. já estava junto, né?
Aí o senhor já tinha os três irmãos que o senhor tem nessa altura, já tinha os três? ´É. O senhor estava com quantos anos?
Eu estava com treze anos, doze anos, aliás.
Tem alguma lembrança especial desses dois anos do internato? Algum dia, alguma pessoa?
É, porque esse internato virou agora cultura aliança japonesa, de Mogi das Cruzes. Virou cultura, aliança japonesa.
O senhor fez alguma amizade assim, mais marcante nesse começo da adolescência? Ah, tem tem
Tem uma pessoa que meu irmão encontrou e ao invés de pegar o telefone dele, não pegou. Agora vamos ver se ainda tem, eu encontro. Naturalmente ele tinha, acho que eu com onze, doze anos, ele estava com dezoito, vinte anos. Então ele teria quanto... para vinte, oi oito, oito com setenta, setenta e oito anos hoje ele deve ter esse rapaz. E depois quando estudei aqui em São Paulo, a primeira escola que entrei, eu ainda tenho contato com duas, três pessoas ainda.
Mas esse primeiro, o senhor é era um amigo mais velho que o senhor tinha no internato?

E o que que vocês faziam? Vocês vocês brincavam
Não, não. Era ele. Porque ele é idade diferente. Ele já já trabalhava em mineração, uma uma firma grande, né? Tipo, fábrica de carro. Mogi. Ah, mineração. Fa fazia as peças de carro, essas
coisas. Mas como vocês ficaram amigos?
Porque morava junto. Morava, ah, no mesmo... Internato.
Ele era amigo de todo mundo do internato. Eh. O que que o senhor gostava de estudar mais nessa época?
Bom, eu eu a escola japonesa eu também gostava muito. Porque Por isso que o que eu sei, aprendi tudo mais lá também, né. Nem só no interior também, terceira aliança. Lá não podia se estudar muito por causa de
né. O que que estudava na escola japonesa ali? Primário.
Eu ligo ler, escrever. Depois fiquei doente em cinquenta e oito, já parei de ler, escrever, já perdi muitas letras, né.
Foi difícil aprender a falar português?
Pouco difícil. Falava tudo, porque é diferente. Por exemplo, ah, fala luz Luz é luz, estação. Aqui em português é estação da luz, né? Estação da luz. O japonês fala o contrário. Luz, o o santana. Não fala estação de santana. Santana é estação. Tudo o contrário. Então, nessa hora, a gente se atrapalhava muito, né?
Tem uma história que eh, me falaram do do do nome do senhor. Você, o senhor via no jornal o nome do senhor, porque é o nome do Estado.
O que eu comecei a aprender a ler, o que eu achava estranho, que todas as páginas de jornais, tudo tudo tinha meu nome, né. Que diabo, por que tem esse negócio de meu nome aqui nos jornais? Aí fiquei sabendo por causa de São Paulo, né, Estado de São Paulo. Então meu nome estava lá, porque todas as páginas, né? dez, doze, dez, doze. doze anos. Quando comecei, mal comecei a ler. Então, a primeira cartilha foi do Benedito Stauro Sodré. Chama-se eh eh... A primeira lição é A Pata Nada. Eu conseguia ler A Pata Nada. Mas o que que é Pata Nada? O que que é isso, né? E, a Pata é a a a mulher do pato, né? Então, a fêmea, o pato, pato, fêmea, pata, não é isso? Uhum. É. Então, ah, pata nada. Por que dizer ah, pata nada?

Não sabia o que que era pata. Depois é pior que que pega o pé do cachorro e fala assim, me dá patinha, me dá pata. <laughs> Pata é mulher do pato ou o que que é, né? Tudo isso aqui atrapalhava, porque em japonês também tem.

Haná, esse daqui é haná. E a flor também é Haná. Mesma coisa. Agora. A letra aqui é diferente. A letra aqui é diferente. Pela letra, distingue se está falando da flor ou se está falando do nariz.
Agora, nesse nesses anos aí de de aculturação brasileira, que o senhor saiu daquela comunidade mais fechada, que o senhor começou a a conviver com a cultura brasileira, o que te chamou mais atenção? Há toda a diferença, né?
Todas as coisas aqui diferente achei Por exemplo? Bom, uma das coisas eu já falei. é O palavra é invertido, né? Aham. Eh ah. Porque, por exemplo, ãh, japonês com inglês é é é semelhante. Fala inglês? Uhum. Não tem duas boa noite? Good evening e good night. Japonês também tem. Good evening quando chega. Kumbawa. O quando vai embora. Good night. Aham. Né? O que que é Seja bem-vindo. Seja bem-vindo.
Mas e alguma coisa assim, independente da língua, de hábitos, hábitos sociais, ou ou de brincadeiras de criança, eh, ou de, que que é típico brasileiro, ou que o senhor não não vivia aquilo na comunidade nipônica. Tem alguma coisa que te que tenha te impressionado, ou que tenha que tenha te feito estranhar?
Estranhar aqui é diferente de só, né, mas não sei bem como dizer... Estranhar, estranhar mesmo, não é assim, mas é que é diferente, precisa tomar cuidado. Minha mãe falava errado, tinha que corrigir. Ãh Minha mãe vi viveu aqui até mil novecentos oitenta, oitenta, vamos supor, para oitenta

Não falava

E o que que o senhor encontrou de melhor nessa cultura brasileira, quando era criança e descobriu alguma coisa e falou assim, que você não imaginava e tenha te agradado?
São matérias da escola. Gostava de contabilidade, gostava de... de história, geografia. Não em geografia, de dizer mapa, essas coisas. Ge ge Acidentes geográfico Isso que eu gostava. E idiomas também, porque eu e meu irmão, nós temos facilidade de aprender idioma. Então, meu irmão estudava no Vux, ele trabalhava no Vux, ele tra estudava no Vux treze, doze, treze anos, sei lá, quantos anos e anos estudou lá, e chegava em casa, ele estu, fazia aquela lição dele, né? A pronúncia, por exemplo, Depois, eu ia atrás dele. Ein, zwei, drei, vier. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Então meu irmão fala i japonês, português, inglês e
e alemão. Esse é o segundo mais velho? É.

tinha mais proximidade? Isso.

Então, ele fa falava Então, eu também gostava, então, eu ia atrás. Então, antes eu ouvia aquele... Antes de de de mil novecentos e sessenta e quatro, que foi o o coisa, então, tinha aqui programa japonês, inglês, alemão, italiano, francês. Então, no francês tinha. No programa de alemão, tinha a dona Vilma Rossi, fazia propaganda, pro programa do... do da língua a alemã, então tocava aquela música. olha propaganda das casas pernambucanas, quer dizer, ah, quinze minutos de boa música isento de propaganda das casas pernambucana. Então tocava músicas valsas. Então eu gostava muito de quinze minutos de boa música mesmo.
Logo se vê que o senhor tem uma ligação forte com a música, né?
É, música. Então, atualmente estou ãh no André Luiz. Bom, eu estou em nove comunidades. Então, começa. Primeiro, eh, acultura aliança japonesa. Ah... Estou também no no Ochanomikai, eh eh chá de encontro. Então, chá de encontro é proibido a entrada de casados. Porque já tem parceiro, o que que vai fazer lá? Procurar o quê? Sarna para coçar.

chá de encontro para quem vai procurar o parceiro ou parceira. Depois tem a Melodias da Saudade, música japonesa, até Depois tem ah ah Cinemas da Saudade, depois tem ah, Clube da Terceira Idade do Japonês, Clube da Terceira Idade do do Hospital das Clínicas. Lá também dança, canta, faz bingo, faz viagem, passa no médico, ganha remédio para você quando precisar, faz tudo. E depois estou no cul no no no Sesc Pompeia. Eu vim agora do Sesc Pompeia. Depois do Sesc Pompeia, eu também estou no cultura, no Casa André Luiz. Lá, nós estamos aprendendo Ave Maria de Gounod em latim. Aprendemos ah Nabucodonosor de Giuseppe Verdi. Depois, ah, nós estamos estudando agora o o ah Jesus, Alegria dos Homens de Johann Sebastian Bach.
Seu Paulo, ãh, a gente vai trocar a fita agora, sei sei, um segundinho, e depois eu queria que o senhor contasse para a gente. Eh. Então, seu Paulo, conta para a gente como a música entrou na sua vida.

Simplesmente paixão. Não é nenhuma influência de alguém.
Qual que é a lembrança mais remota que o senhor tem de música? O senhor contou do cinema, fala da música agora. No
Música, eu aprendi a gostar do piano com o concerto número um ao piano de Tchaikovsky, Opus número Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan bum ta ta

Mais ou menos assim?

Sete, oito anos.
Lá na comunidade? É.
Primeira vez que eu ouvi foi nessa idade. E como tocando, né? tan rãrãrãrãrã Aí comecei a aprender a gostar. Porque antes eu só cantava música japonesa, né? Só música japonesa. Hoje canto também música japonesa. Então tem uma música japonesa que eu tenho o disco e está gravada na fita, estou procurando para passar para cê dê Porque a fita arrebenta, né?
Em qual circunstância o senhor ouviu essa primeira música não nipônica?

Era uma festa?
Não, o vizinho que tinha tocava. Essa música clássica quem tocava era o vizinho, que faleceu recentemente também.
Aí o senhor começou a ouvir e se apaixonou por música. Exato.

E meu irmão gozava.

Ah, vou entender isso aqui, não sei o quê. Quando eu falava assim, Carmen de Bizet, Tchaikovsky, não sei o quê, ele não entendia nada. Mas hoje ele gosta também de música clássica.
Agora, van van vamos retornar para para o internato de Mogi das Cruzes. O senhor ficou lá dois anos é, e depois saiu de lá por volta dos treze, quatorze anos de idade. É. E aí vem para São Paulo, isso, morar com suas ma, morar com seus seus pais. Isso. Conta
Depois eu comecei a trabalhar em cinematografia, né? E fazer a fiscalização.
Conta em mais detalhes isso para a gente. Como foi o seu primeiro trabalho?
Bom, foi bico, né? Vender, por exemplo, agulha de máquina de costura para escolas de corte e costura. Vender terreno, que meu padrasto não deixou, porque aqui o vendedor de terreno tem muito... Uma picareta, como dizem, né? É. Enganação, entende? Então, porque não se deve... Então, vendia outras, qualquer coisa. Ah, catecã, que é uma uma uma uma roupa que era novidade aquele tempo. Acho que nem existe mais esse... É uma uma roupa, né, camisa, ah, blusa de mulher, chama
É o tipo do tecido?
É. Então, acho que não existe mais. Eu não sei se existe. Então, comecei a vender roupa, vender agulha de corte e costura, que foi muito bom, porque as meninas pagavam direitinho. Enquanto que roupa, ah, semana que vem te pago, ah, se semana que vem estou esperando até hoje.
Agora, isso o senhor começou a trabalhar como vendedor quando o senhor veio para São Paulo?
Depois do internato. Não conseguia emprego. Definitivo. Quer dizer, trabalhei também em uma firma, fiquei um ano e meio, saí, fiquei, entrei em outra firma, fiquei um ano e saí, né? E... Mas depois filmou mesmo na cinematografia.
Aí o senhor, depois desses bicos de vendedor aqui em São Paulo, o senhor foi trabalhar no cinema? Como é que foi isso?
Primeiro que eu estava no distribuidora, distribuidora de filmes. Produtora e distribuidora, Araida Artes do Brasil e Monogram Pictures Corporation. Então lá tinha Tarzan, filme de Anjos de Cara Suja, comédia, tinha o que mais? Esses filmes, né, tipo de televisão, né? E depois tinha filmes de produção grande, como El Cid, né? El Cid tinha dezoito partes de filme. Tinha quatro horas e meia, cinco horas de projeção. Ou seis horas, uma coisa assim. Uma fita comprida, acabei nem assistindo também.
Mas como que o senhor chegou nessa distribuidora?
Eu procurando emprego, eu vi lá, precisa ser menino, né? Office boy Entrei lá, perguntei, aí imediatamente fui convocado e comecei a trabalhar.
O senhor tinha quantos anos?
dezesseis anos para dezessete, e quando completei dezoito anos, em mil novecentos e cinquenta e seis, já tirei título de eleitor e a primeira votação foi o Juscelino Kubitschek de Oliveira. Primeira eleição que eu votei.
Mas antes disso um pouquinho, co como era a sua adolescência aqui em São Paulo? O senhor saía, o que o senhor fazia para se divertir, além do trabalho lá na distribuidora?
Não, a distribuidora trabalhava de segunda a domingo. Porque se pegar fiscalização, eu tenho que ficar a semana inteira. Duas semana, três semana. O tempo que o filme ficar, eu tinha que ficar lá.
Mas e e nas horas de lazer, nas poucas horas de lazer, o que que o senhor fazia? O senhor se encontrava com amigos?
É, eu encontrava com amigos, ia no cinema, porque eu não pagava cinema. Quem vai comigo no cinema, eu não pagava, porque pelo conhecimento. Hm. Eh, Minha mãe também, quando queria assistir um filme japonês, eu levava minha mãe lá. Ou arrumava um convite, minha mãe com minha irmã.
E qual que foi um filme que te marcou dessa O senhor se lembra de um especial?

Japonês, inglês, alemão, italiano, francês
brasileiro. Qual que é um que tenha te marcado muito. Bom

O japonês é mais um filme épico, né, principalmente de samurai ou de... E o Hibari Misora, por exemplo, também foi um grande au arti estrela também, Hibari, né? Depois tinha filmes musical também, como o Masao, o Koga Masao, por exemplo. Agora, brasileiro tinha o Cangaceiro, né? Até hoje eu canto no Hospital das Clínica. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, todo mundo em revivendo, depois tem... Quando eu vou cantar essa música, depois tem as filmes músicas brasileira como... Conhece ca cabeça no ombro? Encosta tu tua cabecinha, só que tem em japonês também. Lampião de gás, lampião de gás, homo e deno, casu, casu. Depois tem a catira também. Catito, catito, agá, catito, camino, megume, no agaco. Tudo isso é uma marcação que tem até hoje. Eu gosto, eu tenho gravado na fita e a fita está sujeita a arrebentar com o tempo, então estou passando tudo por vídeo.
eh, só para eu entender uma coisa. O senhor veio saiu do internato e veio com a família para São Paulo? Não, eu vim com
vim a família com meus irmãos, né.
A família já estava aqui, né, morando aqui, né?
os irmãos já estavam aqui? Não, estavam

E onde que a sua família morava aqui? lá em

Antes de João Mendes.
E quando que o senhor teve o problema nas vistas?
o, cinquenta e oito, quando eu fiz vinte anos
Ah, quando fez vinte anos. Aí o senhor ainda estava trabalhando na distribuidora? estava
E aí Estava fiscalizando ãh, no Cine Glória, na rua Gasômetro. Estava no Cine Glória, na rua Gasômetro. O senhor pegava a bilheteria e... Não, não, não. Fiscalizar. Fiscalizar é o seguinte. Por exemplo, o senhor é dono do filme. Dona do filme. E eu sou dono do cinema.

A gente pergunta, como é que vamos fazer esse negócio? Então a senhora diz, me dá sessenta por cento e quarenta por cento para mim. Não, não, não, vamos fazer igual, cinquenta a cinquenta, está bom. Agora, se não mandar fiscal lá fiscalizar, entra seiscentas pessoas, vai que entrou só duzentos. Entende, não é? Entrou mil,
trezentos. Por isso que o senhor trabalhava de domingo a domingo. É, exato.

Fiscalizando para ver se... É, quer dizer, isso é difícil de acontecer, né? Mas aí o dono do filme, que é ame americano, Araya Arts do Brasil, que é americano, então esse hm... De praxe é obrigado a mandar um fiscal.
E o senhor frequenta muito cinema hoje em dia? Bom, eu não gosto de cinema
no shopping.
Mas de rua? Rua
eu gosto, mas não tem. Não é esse Augusto, no centro No centro do cinema, assim centro, tinha Largo Paesandu, tinha Cine Arte Palácio, Cine Olhido, Cine Rivoli, Cine Broadway. Depois, do lado de lá, tinha o Cine Bandeirantes, ah, que virou Cine Ouro. Depois tinha Paesandu, Cine Marrocos. Todo esse cinema, eh, chama cinema de Rua, que hoje só tem Cine Marabá. O resto tudo é porcaria, pornô. Cinema de família no centro só tem cine marabá. Então, quando o cinema marabá, em mil e novcentos e... mil e novecentos e... Não, desculpe, dois mil (alarme) eu peguei e telefonei. A menina atendeu. Cine Marabá? Faz assim Eu queria falar com o gerente. Quem quer falar com ele? Um amante do cinema.

Um amante do cinema. Faça o... Me chama Aí o gerente falou. Quem que está falando? Eu sou amante do cinema. Eu quero dizer meus parabéns pelo aniversário do meu querido cinema Marabá. Porque eu... Fui, trabalhei no cinema e a data do aniversário e tudo, eu não esqueço do Marabá. Dia treze de maio de quarenta e cinco. Ainda estava em plena guerra, que terminou em agosto de Então, eu estou dando parabéns pelo aniversário. Aí ele ficou disse que meio encacucado, né, ficou assim. Aí um dia eu passei e falei assim, ''você é o gerente?'', ''Eu sou'' '' Eu sou o Paulo, o amante do cinema''. Ah, senhor! Aí batemos papo, né? Então, o Cinema Marabá foi inaugurado em quarenta e cinco, no dia treze de maio. E de agosto de trinta e oito foi inaugurado o Cine eh Metro, na Avenida São João. O Cine Áurea, Áurora, o Cine Áurea, que fica na Rua Aurora, aquele também foi inaugurado em cinquenta e oito, né, vinte e nove de abril de cinquenta e oito. E assim, todo esse cinema que inaugurou Aí eu passei a ser gerente do ci ci... Porque o meu patrão com fez cinema pequeno, Cine Europa, Biju, Cometa, Guarani, quatro cinema. Era dele? Dele. Biju? É. Era, né? Eh Ele já faleceu, vendeu e faleceu já. Então Cine Biju, Europa, Cometa, Guarani. Então eu fiscali eu gerenciava, subgerente. Cada cinema tinha gerente fixo. Depois eu fazia folga, quando ele quer folgar, eu fazia folga, né? Fechava o cinema. E naquele tempo, o senhor sabe onde fica o Largo Franklin Roosevelt? Uhum. De lá, meia noite, uma hora da madrugada, pegava aquele pacotão de dinheiro da renda do cinema, enfiava no bolso, ia a pé até João Mendes. Até João Mendes, ia a pé. Nunca aconteceu nada, graças

Nunca.
E o senhor morava onde? Em Tabatinguera, no João Mendes.
Então, ia até João Mendes a pé. no escritório no dia seguinte. E hoje, nem com uma nota de cem não dá para andar.
E aí, quando o senhor o senhor teve o problema na visão, isso influenciou muito no seu trabalho?
Não, influenciou o seguinte, que eu eu ia fazer o que eu posso fazer. Então, depois de uns tempos aí, eu fiquei uns quatro, cinco anos trabalhando para a tê bê cê, Teatro Brasileiro de Comédia, Rua Major, Major Quedinho... Não, Major Quedinho. Não É, Major Quedinho. tê bê cê, Teatro Brasileiro de Comédia. Então, aquilo lá, fez, hoje está fechado. O Cine eh das das eh Teatro das Nações da Avenida São João e junto, anexo o Teatro de Bolso, né. Então, para fazer aquilo lá, então eles fizeram cota de participação. E essa cota de participação é é a pessoa compra um tipo de ação e com isso aí entra no teatro todo mês duas pessoas por mês. Todo mês. Então, quando Eu trabalhei lá e e depois eu o cinema já começou a morrer, o teatro também já terminou a minha obrigação, aí eu comecei a trabalhar com banca de jornal.
Mas, pe espera aí, só antes de chegar nessa nova etapa, nessa idade o senhor já tinha aí vinte anos de idade, né? E e namoros? O senhor

Eu casei eh apresentação. Chama-se Miai.
Peraí, desculpa, não entendi.

Miai é apresentação.
Ah, tá.
Não tava nem aí para casar, né? Então eu tinha vinte e Aí, no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e sessenta e três, veio a tia, que é a irmã do meu do meu padrasto, chegou lá, tem uma moça assim, assim, assim, assim, assim, eu gostaria que que você viesse, se ela, se você gostar e ela te gostar, então você pode casar, né? Eu casar? Ué, minha mãe falou assim, ué, todo mundo casa? Você não está com vinte e cinco anos? O que você está fazendo aí? Eu estou caçando mosca, falei assim, né? Aí... Por que que o senhor não queria? Não, não é que não estava aí, porque não estava nem pensando, né? Estava trabalhando de segunda a domingo, segunda a domingo. Aí eu peguei dia vinte e nove de de de abril de sessenta e três, aí meu meu padrasto e a minha mãe falaram assim, pede folga, porque trabalha de segunda a domingo, pede folga no sábado, domingo que vem, dia cinco de maio.

Aí eu cheguei lá e falei assim, seu Hugo, eu meus, eu tenho que levar meus pais, não sei onde, cafundé dos judas, onde eu perdi a bota, e eles não sabem falar português, eu tenho que ir lá para ser intérprete. Ah, tudo bem, não tem problema, não.
O padrasto também não falava português? Não, aí falei que

levar, né?

Depois, encontrar com ela, com família dela, e e e nós aí, com a irmã da minha do meu pai, que falou disso, né? E conversa vai, conversa vem, tudo. E ficou acertado que ia namorar umas semanas ou meses, sei lá, né. Ia namorar.
Quem que fez esse acerto?

Você

Não sei. Primeiro dia nada de gostar. Tem que ter um pouco de, né, namoro, né, vamos dizer. Aí eu peguei. Acertou isso aí, no dia seguinte, falou assim, seu Hugo, se o senhor está com vontade de me bater, pode bater. A senhora também, dona Janina, pode me bater. Bater você por quê? Falei assim ''porque aquele história de de de de de de levar meus pais assim, assim, assim, foi maior piada do mundo. Aí os dois, o casal ficou assim, né? Que piada, né? É o seguinte, ah a tia, a irmã do meu padrasto, queria apresentar uma moça e se dá tudo certo, casar. Se não dá, tudo bem. Aí eu falei aquela mentira, dizendo que ia levar meus pais para não sei onde, né? E isso tudo era pura, ah, invenção minha de história, né? Para poder escapar, para poder faltar àquele dia de ontem, eu falei, na segunda-feira. Aí falei assim, e se dá tudo certo Aí passou três semanas, terceira semana nós confirmamos
que eu vou casar. Como vocês, como você fazia para ir namorar, se você trabalhava tanto?
Então, mas os domingos eu folgava.
Então, o ge o gerente... Três domingos, então, o senhor já já decidiu que ia casar? É.
Então aí um o ge o... Um dos gerentes chama Oswaldo e diz Oswaldo, o Paulo vai folgar agora domingo, viu? Então se vire aí domingo que Paulo não vai trabalhar.

Tudo bem. Porque o Cine Cometa abria às nove da manhã e fechava à meia-noite. Então, uma pessoa só o dia inteiro, todo dia, cansa, né? Então, eu tinha que fazer a rendição também. Aí, eu peguei eu eu falei assim, ãh ãh eu vou, se dá para namorar, eu namorei, né?

Aí, terceira semana, ela perguntou, eu perguntei, como é que é, você acha? Bom, se você quer, eu aceito. Está bom, se você aceita, eu também aceito. Aí cada um foi para contar para casa, né? Dizendo que nós
ficar, né. Onde vocês namoravam?
Ia para o cinema, levava ela para o cinema. Ia, leva para cinema e à à à tarde levava em casa, jantava e levava ela para Morava em Pinheiros Levava para Pinheiros de volta. Voltava às onze horas, meia-noite.
Vocês iam de ônibus? É.

É, ônibus.
Como é que foi o casamento?
O casamento foi feito na casa dela. Morei dois anos com meus pais, depois, ãh, com, mudei para Vila Maria, à custa do meu compadre hoje. E... e esse proprietário da casa que eh queria ãh vender a casa, então eu tinha que sair. Eu saí em mil novecentos e setenta Morei até dois mil, trinta anos lá. Minha mulher morreu em noventa e e oito, em mil novecentos e noventa e oito e aí vendi a casa.
Mas nessa época, logo que o senhor casou, como que era o o seu relacionamento com os irmãos?

É, seus irmãos. Não, normal. Era um próximos, eles moravam em São Paulo?
Não, morava junto tudo. Dois dois anos, né? Depois eu mo eu saí de lá, fui morar na Vila Maria, aí só nós dois. Aí o senhor se casou e foi morar com a esposa? É. É. Casei e fiquei com ela, com os meus pais. Depois de dois anos eu fui morar na Vila
Maria. Ah, então moravam seus pais, os irmãos, você e ela. É, isso.

E o senhor continuando trabalhando lá como subgerente na nos cinemas, nas salas de cinema? É. E com que idade que o senhor abandonou essa esse trabalho no cinema?
sessenta e, mil novecentos e sessenta e sete. Sessenta e sete. É. Sessenta e sete até noventa e dois, eu hm fui banca de jornaleiro, né.

Como é que é a a uma uma banca de jornal apareceu na sua vida?
Primeiro foi aqui na Rua Tupi, na General Olímpia da Silveira. Depois o fui alugado e o dono lá, desenten desentendi com o dono e eu peguei e caí fora. Aí eu estava peram perambulando aí dois, três meses. O Como o Cine Áurea, o dono do Cine Áurea era primo do Adhemar de Barros, ele me conhecia porque eu fiscalizava cinema, né? fiscalizei cinema dele também. Então, ele me conheceu, ele falou assim, o deixou um recado com a turma, ó, o seu Fernando está procurando você, ó, o seu Fernando. Aí um dia eu fui lá no no es escritório dele, o que é em seu Fernando? Ah, lá embaixo no no galeria tem espaço, eu vou te eu vou com você, e você vê, você faz o que tem que fazer aí, e eu mando o carpinteiro e fazer uma prateleira para você vender jornal lá. Assim eles não põem tudo... Porque antigamente não tinha saco de lixo, era lata de lixo, Então, ele empilhava tudo que era lata de lixo lá e e cheirava mal. Então, queria que eu montasse banca de jornal naquele beco, naquele espaço, para es evitar de lixo lá. Largar lixo E... aí eu comecei banca de
lá. Como é que você foi para a primeira banca de jornal, como o senhor foi?
Banca normal da rua. Aí o cinema não tinha mais. fechou, fechou, fechou. Cinemas fecharam. Fecharam esses

não tinha mais cinema para trabalhar.
Não tinha mais

Por que aconteceu isso?
É, porque saiu televisão, televisão a cores, filmes em em em cores no... cinema, no no no na televisão, então o cinema foi ava ava avacalhando, avacalhando. E sessenta e sete também acabou o bonde, o bonde na rua. Quantos anos tinha?

sessenta, mil novecentos e sessenta e sete meia sete. Quantos anos eu tinha? É. Zero. Ah é? Então mil

sessenta e sete no dia dezenove de janeiro, o dezenove de janeiro de sessenta e sete, acabou, foi o última viagem do bonde na rua.
O senhor se lembra desse dia? Como é que foi?
Lembro. Eu ia, ia fazer festa de Vila Maria, não deu certo, né? Ia fazer festa em zero sete, este ano. Ia fazer quarenta anos que quarenta anos que o bonde saiu da da cidade. Não deu certo.
Mas como foi o dia? O senhor se lembra?
assim, qual? esse dia dezenove de janeiro? Eu não estava em São Paulo, estava viajando. Quando eu voltei da viagem, tinha acabado.
Não tinha mais

Não. O senhor gostava de andar de
o bonde era mais barato. Lá é sempre... Naquele tempo já fumava, né? Então, a diferença de ônibus para bonde dá para comprar cigarro.
Mas e agora a vida como jornaleiro? Como é que era o seu dia a dia?
Ah, uma luta, porque minha mãe dizia, toma conta do cinema, já que você é procuradora. Você já que é procurador do cinema, você dedica o cinema como se fosse seu, com amor, carinho, dedicação. Porque um dia quando você for patrão, o menino ou menina que trabalhar com você vai te dedicar do mesmo jeito, porque Deus faz isso. Deus lá em cima sabe o que faz. Dito e feito. Um dia eu fiquei patrão da banca de jornal, E tinha um menino que me dedicava muito.
você ainda fala com ele?

Infelizmente morreu afogado no na lagoa do Ibirapuera. Não tem lagoa lá? Ibirapuera? Foi catar a bola que caiu lá e morreu afogado.
Faz tempo isso?
Ah, foi em mil
Mas e a banca de jornal? O senhor tinha uma freguesia... Ah tinha, eu... Cativa?
Exato, porque eu trabalhava mais ou menos, cada cem jornal, oitenta jornal era entrega a domicílio. Quer dizer, entrega a domicílio garante, porque a pessoa não vai comprar em qualquer lugar. Então, eu fazia uma seleção. De manhã para entregar, eu vejo quem que vai sair cedo de casa com o jornal na mão. Então, eu vou lá entregar. Depois, revistas também. Bom Apetite, Medicina Saúde, Forno e Fogão, ãh, clichê, Crochê, cri não, Tricô, Bordado, tudo isso. A maioria é o fascículo de Mureirada. É o que mais vendia?
E os jornais? Quais eram os jornais vendidos?
Tem a Estado, a Folha, Jornal da Tarde, Folha da Tarde. Esses são os melhores. Depois tem o Diário de Popular, que virou o Diário de São Paulo agora. né? Então
Então, esse aí são os melhores. E o senhor lia, antes de ter a banca, o senhor já lia algum?

Lia. Não, eu lia tudo, porque tudo estava na minha mão, né? Então eu lia o que tinha na minha mão.
E o senhor ficava na banca o dia todo?
Não, eu tinha menino que ajudava. Agora, quando a entrega tem que ser rápido, eu deixava ele na banca e corria a freguesia. Senão eu mandava, ó, vai entregar em tal lugar, tal, tal lugar.
Qual era o nome da rua mesmo?

Ah, era na Aurora.

Então, quando eu compo eu estabeleci na Aurora, minha cunhada, a irmã mais nova da minha mulher, xingou tanto. Onde se viu você trabalhar no meio dessas prostitutas, não sei o quê. Eu falei assim, Vera, presta atenção que eu vou falar. As prostitutas respeitam muito mais do que qualquer um. Respeita mesmo. Se eu estou com o anel de aliança, não mexe com o seu Paulo. Ele é casado, tem esposa que eu conheço, porque minha mulher de vez em quando ia lá, entende? Lá na banca? E as prostitutas respeitam muito mais do que qualquer pessoa.
Mas então naquela época, no final da década de sessenta, começo da década de setenta, já já era uma área de prostituição ali?
Ah, sim, faz tempo. Só que não tinha maconha. Hoje já é maconha também, né? Chama-se... Cracolândia. Cracolândia, exato. Maconha não tinha, mas prostituição tinha, mas as prostitutas respeita muito mais do que qualquer um.
Mas era um lugar assim perigoso?
Não, não, não, não tem nada de perigo. Não tem nada de perigoso. Elas não fazia nada com a gente. horas que o senhor. Principalmente eu né, que ela me conhece, vendia fiado para ela, ela pagava dia direitinho. Chegava lá, senhor Paulo, chegou a amiga? Chegou, pode pegar. Está bom, depois acerta. Está tudo bem, eu marco aí. Marco pelo número do apartamento que ela mora. E o senhor ficava lá até de noite, acabando? Eh, Das sete da manhã às sete da noite. É mercado, uma galeria.
Ah, numa galeria.
Galeria tinha açougue, floricultura, frangos, ah, verduras, legumes, frutas, ah peixe, ah rotissa rotisse
E o senhor chegava em casa, como é que era a sua vida em casa?
Oito horas, chegava oito, oito e pouco aí, tomava banho, jantava, assistia alguma coisinha, de nada, um jornal. Aí dormia nove horas, já três horas levantava. Três horas? Três horas.
Nossa senhora.
Antes das três horas, três e quinze, três e vinte eu saía de casa, o ônibus saía antes das quatro horas do ponto, porque lá é ponto final da da Praça da Alegria. Vila Maria Alta. Aí pegava o ônibus. Ia é. Ia na cidade ia comprava revista, porque revista não é entrega no entregue. Só o jornal que vinha na banca. E o revista tem que buscar na distribuidora. Ah... Antes até, antes das sete horas tem que estar tudo pronto compro. Todo dia De segunda a sábado, é. Sábado tem pouca coisa, mas tem jornal alemão que sai uma vez por semana, tem que ir buscando sábado. Então, eu vendendo jornal alemão, saí no jornal próprio alemão dizendo, japonês vendendo jornal
<laughs> O senhor aí, o senhor nunca teve saudade de trabalhar no cinema? Tenho saudades, então
saudade também da banca de jornal, vinte e cinco anos, né? Mais
Mas aí o senhor ficou vinte e cinco anos na banca, eh, e o senhor continuou frequentando cinemas como um amante do cinema e não como um profissional?
Eu frequento. Até hoje, eu eu, se tiver chance, eu frequen eu frequentaria. Mas eu, infelizmente, tem que ir no no onde eu não gosto muito, né, que é shopping, né. Não gosto muito, mas quando tem filme bom, eu vou lá. E e
filhos, ãh, seu Paulo? O senhor teve filhos? Tenho três. Três filhos. É. Eh... Quando, quando o senhor teve o primeiro filho, como?
Meu primeiro filho nasceu quando estava junto com meus pais.
Ah, logo no começo, eh, da da sua vida de casado.

Então, quando o senhor mudou para
Um ano e meio depois.
Um ano e meio depois. É, dois
Depois de completar dois anos, saí de lá, né.
Quais são os nomes dos seus filhos?

Fala para a gente o ano em que eles nasceram, só para a gente registrar.
Luiz Antônio nasceu em mil novecentos e sessenta e cinco, sobre o signo japonês de cobra.

E que qual é a atividade deles hoje?
O Luiz Antônio está morando na Santa Catarina, capital, Florianópolis. E o Glória mora aqui na... Madalena, Vila Madalena, e o... e o... Marcelo mora com comigo, quer dizer, eu que moro com ele, massagista, né, acupunturista, agora está estudando fisioterapia também. É, enquanto que eu me
O Luiz Antônio não, só português. Não Luis

Shigihara não é sobrenome, é o nome, né? Não, nome

O sobrenome é O'Hira. É e eu falava para a minha mulher dois falamos japonês, vamos falar japonês dentro de casa. Um dia quando ele precisa ir para o Japão, vai dançar de verde e amarelo sem saber Aí, quando falam em portu em japonês, tem que traduzir em português para eles entenderem melhor, né. Então, o que que acontece? Se eu falava em português, português. Então, lembra aquele bateau mouche que estava afundando no Rio de Janeiro? Uhum. Enquanto estava vendo o afundamento daquele navio lá, ele voltou meia-noite dizendo, mamãe, acho que eu vou para o Japão. Eu falei, dito e feito, eu não falei? E agora? Em em menos de de seis meses ele vai aprender a falar tudo japonês como como a gente fala?

Dito e feito. Depois foi lá, apanhou, feito que nem cão sem dono.
E o senhor nunca foi para o Japão?
Fui uma vez, em noventa e
cinco. Como é que foi essa experiência?
Ah, facinho, né? Porque eu queria trabalhar, fiquei quatro anos tentando, tentando, ninguém queria me pegar.
Ah, porque isso foi depois que o senhor, eh, parou de trabalhar com a banca. É. Quando que o senhor... Não, não.

Não é que parou. Trabalhando na banca, ia fazer entrevista. Trabalhava na banca, ia fazer entrevista. Ontem entrevista, ia fazer entrevista, depois reprovado, reprovado, reprovado. O que eu vou fazer? A minha vista, né? Eu queria ser tradutor lá, intérprete. Uhum. É. Turma que vai daqui não sabe falar português, mas precisa saber ler e escrever também. Então, não tinha chance.
Mas o senhor trabalhou na banca, o senhor teve banca até...
noventa e dois.
Lá no mesmo lugar? É. E por que o senhor parou com a
Porque tinha mais ladrão do que preguiça de trazer jornais revistas. E aí como é que foi o término dessa... Então eu peguei, eu fui no cinemestre que tinha amizade e falei com a menina. Me bateu um um negócio assim, assim, assim. Aí ela bateu, né? Dizendo que vai deixar de fazer banca por motivo de saúde. Quer dizer, tem que dar um pouco de de desculpa, né? Por motivo de saúde, papapapá, escreveu. Aí eu peguei e imprimi Aí comecei a distribuir para freguês, tudo. Todo freguês avisando. Isso aconteceu em dois meses. Dia cinco de julho de mil novecentos e noventa e dois, deixarei de ser jornaleiro. Avisei todo mundo e distribuidora, tudo. Não devo nada, não não fiquei devendo nenhum centavo na distribuidora, nada.
entende? O senhor não pensou em mudar a banca de

Foi muito caro. Quando a gente se interessa, principalmente, eles
a faca. E aí o senhor parou?

Já estava cansado de levantar duas horas tudo escuro Antes eu dormia duas horas para levantar seis, sete horas. Porque eu ia no trabalho de cinema, né, fechava meia-noite, uhum, dormia duas horas da madrugada e e ia sair de casa seis horas, seis e meia, sete horas, né, conforme o dia ai. E depois, quando o jornalheiro dormia mais cedo, nove horas da oito, nove, dez horas, e já levantava três horas, né.
Lá no Japão.

No Japão... Ãh?
Não, ele, o senhor queria arrumar trabalho no Japão, né? No Japão, exato. Mas aí como é que

O senhor encerrou o trabalho na banca aos noventa mil novecentos e noventa e dois.
Não, eu comecei em mil novecentos e oitenta e pouco, oitenta e oito, oitenta e sete, comecei a procurar, fui fazendo entrevistas.
Para trabalhar no Japão?

Mas não deu
Não deu certo.
Então o senhor eh, parou de trabalhar com a banca em noventa e dois.
Que tinha mais ladrão do que fre freguês de jornal, né?
E a partir daí, como é que foi a sua vida?
Aí eu comecei a aprender a fazer massagem. Hoje eu faço massagem também. Mas massagem simples, né?
Eu gosto de aprender bastante.
Então eu aprendi a fazer massagem. Fazer massagem, naquele tempo eu ganhava trinta reais para a aplicação. Arruma três, quatro e já dava cento e tantos reais por dia. Por dia, né? Uhum. Então... E o senhor
Nessa época os seus filhos moravam com o senhor ainda ou não? É. Noventa e dois?

É, e hm eh noventa e dois, é. Então o meu filho mais o do que está comigo aí do meio foi para o Japão, né? Quando ele apanhou, não sabia de corretamente japonês.
Mas aí o senhor foi para o Japão em mil novecentos e noventa e cinco?
É, passeio, né?
Ah, foi só para passear? É. O seu filho estava morando lá no Japão.
mas depois veio junto comigo e não voltou mais para lá. Para encerrar, encerrar no Japão cinco anos de atividade e convidou nós para ir para lá, passeio.
E o que que o senhor achou de conhecer quando o Japão? Qual foi a sua impressão?
A vida é muito agitada, está acostumado à à agitação daquela vida, corre, corre, corre, corre, e mantém limpa a cidade, ninguém joga nada, nem palito de fósforo, e tem galho do cerejeira assim, alcance de criança aí, olha, mas nunca pega e rebenta, nunca. Está tudo bonitinho, limpinho. O No chão só vê a o pétalas de flores ou folhas de eh árvores, né, caídas no chão. Papel, palito, o o ponta de cigarro não se vê.
Que que cidade do Japão?
Ah, eu es estive em vários. Estive em Kumamoto. capital Kumamoto. Estive em Aichi Ken, Nagoia. Estive também onde meus pais né. Ai,

Nagoia.

Aichi Ken, Nagoya. Aichi Ken é província de Aichi. Nagoya é cidade. É no sul, fica no sul do Japão? Não sei. Não sei porque eu não entendo muito o mapa do Japão. Minha mãe, eu olhava aqui, ficava tal, pelo formato do ma da do mapa, ela minha mãe conhecia tudo direitinho, mas eu não, não entendo.
Você foi para Tóquio? Fui
Passei no Tóquio, parei pousei uma noite no Tóquio. Ah, diabo que que no Japão quando... Pousei duas noites no hotel. Uma no Kumamoto, cidade de Kumamoto. E outra no Tóquio. Depois estive no no... Ah, estive em casa do meu irmão, que está já está aqui. Ele morava na... na... ãh, naquele cidade... É, morava numa das cidades, aí eu fiquei três dias. Ele pegou três dias de licença, né? Shizuoka. Não era Shizuoka, não. Yamanashi. Eh. Esteve no Yamanashi, eu estava trabalhando no Yamanashi, pediu três dias de de licença, e ele pegou o carro dele e rodou São Paulo um pouco. Ah, o Japão todo.
Só um irmão seu que morou lá?
Meu filho, meu irmão, tem dois. Tem outro ainda, está lá.
Os seus três irmãos, uma irmã e dois irmãos, eh, hoje em dia eles estão onde? Então, um está no Japão. Um está no Japão. Eh,
e o outro irmão está aqui.

A irmã também está aqui, ela já está aposentada.
Moram em São Paulo? É. É. E um está no Japão? É. Aí o senhor voltou para o para aqui, para o depois desse passeio, em mil novecentos e noventa e
Fui e voltei, né?
Conta como é a sua vida assim, porque o senhor ficou viúvo em que ano mesmo?

noventa e oito? É. Então, quando o senhor foi, a sua esposa foi com o senhor?

Aí o senhor ficou trabalhando como como massagista, é, depois da banca, isso, morando lá na Vila Maria. Então, eu morava
Vixe Maria, né? Quando assusta alguma coisa, vixe Maria, né? Eu falo assim, eu moro na Vila Maria, nada de vixe Maria.
Mas aí de, depois que o senhor ficou viúvo, o senhor saiu de lá?

Da Vila Maria. É.
Eu vendi a casa, porque a casa estava velha, só eu morei Não sei quantos anos mo morou o dono anterior, a casa estava de miséria, vendi antes que comece a cair tudo, né? Consertar, não tinha dinheiro para consertar.
Aí o senhor foi morar com o seu filho. É. E como como é a sua vida desde então? Quais são as as su suas atividades? <laughs> Nós vamos trocar a fita antes antes do senhor responder isso. Me dá um minutinho só, tá? Então a gente está falando de mil novecentos e noventa e cinco, depois que o senhor retornou do Japão... É. Aí depois, logo alguns anos depois, o senhor ficou viúvo e foi morar com o seu filho, né? Vendeu a casa? É. Como foi a vida a partir de então, morando com o filho? O filho já era casado?
Era casado, mas hoje, infelizmente... Ficou sozinho. Separou, né?
Então mora o senhor e o seu filho? É.
É, e eu que faço a comida dele. Porque ele é vegetariano, não come qualquer comida, né?
Onde que é agora a sua casa? Ãh...
Siciliana, Jardim São Paulo.
Que região que é?
Uma estação depois da es da Santa Ana.
E o senhor, co como é o seu dia a dia hoje? O senhor, eh, falou, eh, ampassã, que antes é é sobre o senhor, que o senhor frequenta várias comunidades. Como é que é seu seu dia a dia? Pelo visto é um é um cotidiano bastante animado, né?
É, porque terça, quinta, eu vou no no clube da eu vou no Sesc, né? Lá em Pompeia, Rua Clélia. Eu vou lá para ginástica, encontro com o pessoal. conversa, tudo. E... E quarta, sexta eu vou no Hospital das Clínica, né? E... O que que o senhor faz lá no Hospital das Clínicas? Ah, a gente A gente canta, dança, faz bingo, ou faz viagem, passa no Agora, sexta-feira eu tenho que passar no médico. Periodicamente é obrigado passar lá para ver que que como é que está o coisa, a pressão. Uma vez por me por ano faz exame de sangue, urina, fezes, tudo.
E que mais? O senhor te tem mais comunidades que o senhor
Depois tem os cinemas da saudade, melodias da saudade. Onde

Liberdade. Não, eles que convidam, né, a gente conhece o outro, né? Depois, eh, André Luiz para cantar óperas, por exemplo. Giuseppe Verdi, Johann ãh Sebastian Bach, ãh, ai eh... Gounod, Ave Maria. Só que Gounod é cantado em latim, né? Essas coisas que eu gosto, eu faço. Então, quando eu eu ensaiava uma música, o professor já sabe. Vamo vamo ensaiar a música que o senhor Paulo gosta. Tem Luzes da Ribalta, de Kitchari Capri, tem ãh Mágico de Oz, Além do Arco-Íris, né, tudo isso aí, ãh, Ave Maria de Gounod, tudo isso aí eu gosto. O
Seu Paulo, ãh, a gente está caminhando aqui já para o final da entrevista. Ãh? Eh... Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eh Seguinte, O senhor que é brasileiro, mas com essa ascendência nipônica, com toda a cultura japonesa permeando a sua história, o que que o senhor acha que é a grande lição que um brasileiro pode ter da cultura japonesa e, ao mesmo tempo, uma grande lição que um japonês pode ter da cultura brasileira?
Eu nunca pensei viu, nesse ponto. Precisa ver a capacidade, interesse, eh, de cada um. né? Por isso, por isso que Eu nunca pensei, né? Nisso aí, o que que pode ser. É, muitos que que que que casaram com japonês ou japonesa, quer ir para o Japão, mas sem saber falar puro japonês, diz que não quer ir, quer aprender a falar o japonês. Eu ensino, mas o japonês tem complicação. Contagem, principalmente. Para contar gente, fala... para contar que conta carro, tudo diferente. E se a pessoa não sabe dizer que hoje estava frio, está errado, é cachorro. Agora eu falo gonin, aí tudo certo. Gonin está certo, mas eu falo gohiki, reprovado na hora.
Mas o jeito de viver, o jeito na verdade, acho que não é o jeito de viver. Eh, o jeito de viver japonês é conhecer um pouco dos dois, né, do jeito de viver. É, né? Japoneses e o jeito, na sua vida, né?

O jeito de O jeito de viver japonês, o jeito de viver dos brasileiros. É. E aí você você conhecer, com essa trajetória de vida, o que que você tira dessas duas, desses dois jeitos de viver, eh, diferentes? Qual que foi o valor, o grande valor de cada um deles? Hm, eh,
os dois tem valor.

Os dois têm. Você quer fazer mais alguma pergunta para ele?
O senhor, o senhor, o senhor tem um sonho especial hoje em dia?
Não. Já... Fevereiro faz já setenta anos, eu vou vivendo do jeito que está, tudo bem.
E o que que o senhor mais gosta de fazer hoje em dia, de tudo isso que você faz? Tem tanta coisa que o senhor faz.
Eu faço tudo isso aí. Ah, Fazer, por exemplo, que nem esse música japonesa, ah, que eu fiz em português, por exemplo, né? Eh, eu faço assim...

Lá bem no alto da montanha, onde toca o sino, as crianças vão para casa, vão se dando as mãos. E com as crianças o corvo também vai. Em japonês é...

É, chamava antigamente chamava Nodojiman.
Quando o senhor era criança, vocês brincavam de cantar? É, exato, lá no internato por

estava lá competição de música, né? É, então, E... E tem música de... Ano de dois mil, mil novecentos e quarenta, quando estava fazendo dois mil e seiscentos. Quer dizer, o calendário do Japão e o calendário de hoje tem uma diferença de e sessenta anos. Então, saiu uma música muito bonito, Não dispensaria nada desse... O diabo que eu não acho essa fita, né? Eu estou desesperado procurando. Agora, se tiver disco intacto, ainda vai, dá para fazer cópia. Mas se quebrou o disco, já dançou, né? Aquele de setenta e oito rotações. Então, eu estou procurando aquilo lá. Então, fora isso, tem um monte de músicas assim, entende? E, inclusive, eu eu ia deixar testamento. que se eu morrer, deixe esses de gravações que está aqui para pessoas interessadas. Ou até pode ser um clube aí, um né? Ou pode ser uma instituição onde se aglomeram ido idosos da da época.
cem anos, exato.
É. que o senhor vai... o senhor ainda vai fazer parte de alguma festa? É, eu eu, nós vamos cantamos o hino nacional brasileiro, pois japonês não é fácil, né? É difícil, né?

Mas o o o japonês já está de ruim de cantar. Ouviram do Ipiranga as margens Não pronunciam direito. É um problema. Vocês É, mas estão desanimando, viu, quem está ensinando. E o e o senhor está ajudando a ensinar lá. É, mas sabe como é, né? Eu acha que que <laughs> eh. Porque o hino nacional japonês é bem curtinho, né?

(canto) Bem curtinho.
Esse é o hino
Não, o brasileiro demorou uns dez minutos, né? <laughs>
O senhor acha que a cultura, japo, eh, a comunidade japonesa aqui no Brasil se integrou bem ao Brasil?

Agora, uma coisa que eu estou muito satisfeito que eles não não zombaram, porque o Japão perdeu. Depois que eu entendi que o Japão perdeu na guerra, Eu fiquei com medo, né? Logo depois, digamos, um ano depois, quando eu vim para, dois anos depois que eu vim para para cá, né? Não, três anos. Eu pensei que todo mundo ia falar, o Japão perdeu, o Japão perdeu, ninguém falou nada. E, graças a Deus, também, eh, menos de tempo que eles deram, acho que vinte anos, em vinte anos que ia voltar tudo... à tona, eh, nem levou vinte anos, doze, quinze anos, voltou à tona, né? Recuperou a economia, tudo, né?
O senhor quer falar mais alguma coisa? Quer contar mais alguma história que a gente esqueceu se esqueceu de perguntar? Não. Ou quer cantar mais alguma música?
Não. São coisas que... que eu passei, são A maioria é cinema, banca de jornal, né, depois fazer massagem massagem para gente
né, hm hm. Posso perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa? Ãh? chinês? É. Não é chinês, é japonês.
Tem pequena diferença.
Ah, é porque eu conheço o chinês, né? Eh O o senhor falou do signo japonês. O senhor segue, acredita um pouco nisso? Não, não
eu fiz eu vou te dar ó, eu fiz tabela de signo. Chama-se signo anual japonês. ano tal por exemplo, começando, tem doze bichos, doze animais.

Rato, rato, eh, vaca, tigre, coelho, eh, tem o o ah eh dragão, eh, cobra, ca cavalo, eh, serpente, uma, já falei. Serpente é o dragão. Ah, o dragão é serpente. Ah, é

Então, carneiro, tem ave, Todo mundo fala galo, né? Não é galo, é ave. Tudo que tem pena.
E o senhor é qual? O meu é

Então, o primeiro é rato. Rato é o signo mais esperto de todo. Ninguém dá pernada nele. Então, minha ex-patroa eh eh era de rato, em mil e vinte e quatro Então, eu falei, olha, dona Janina, a senhora que é é é feliz.

Ninguém dá pernada a senhora. Quanta pernada já levei? <coughs> Ah, dona Janina, assim Então, vaca não gosta de ver pessoas passando fome. Lembra daquela Diana que morreu num acidente dentro do túnel? Ãh? A princesa Daiana. É então. É é era de vaca, por isso que ela ajudava tudo o que era faminto do da África. Entendem? mil novecentos e

Então eu era ajudado... Quem ensinou essa co essa essa coisa do signo para o senhor?

Um amigo meu que com... Eu comprei o livro, meu amigo que leu tudo e me ensinou. Aí eu fiz uma tabela. Ano tal, isso. Ano tal, isso. Por exemplo, você é, que ano que é?

mil novecentos e setenta e sete

É. Cobra faz coisa certinho. Nada coisa torta para desabar de um lado nem outro. faz direitinho, cobra. Então, o o rato é o é esperto, o vaca não gosta de ver a pessoa passando fome na frente, tigre gosta de fazer coisas que e, os outros não fazem. Por exemplo, se eu cantar na multidão, Se cantar uma música que todo mundo canta, outra vez, não fala assim? Outra vez, né? Agora, se eu vou cantar uma música, por exemplo, o Marceresa por exemplo, nossa que música diferente, né? Ãh, Que nem esse aí, estou atrás dessa música do do dois mil

Então eu vou ver se vou achar isso aí, e tem orquestrado, então o orquestrado eu aproveito para, como se fosse karaokê, uhum, acompanhamento, né? Aí eu vejo se canto na frente de todo mundo, e todo mundo vai espantar. Ah, música de Quem conhece, né? Então, isso que o o o tigre gosta. Fazer coisa que ninguém faz, que todo mundo, português, claro, admira. Porque é música ah... ah... meio antigo, né? E... antigo, depois você O... Tem o... Gosta de carinho, o...

O o coelho. Depois do tigre é coelho.
Qual que é o signo de mil novecentos e oitenta e um, o senhor lembra?

nem o

É, Ave. Ave? É, ave Não gosta de de de compromisso. Então, sabe o que não serve quando é se signo aí? Ser cínico. Porque síndico não pode largar prédio e... <laughs> Não pode ser. <laughs> Não pode. Então
vou ser si, eu não vou ser síndico e não vou casar.
E cachorro gosta gosta de ser, ah... nem gosta, cachorro todo mundo gosta, todo mundo Então minha filha é cachorro. Então chega lá, Glorinha, vamos tomar sorvete? Glorinha, vamos tomar, ãh, café? E leva minha filha, todo mundo quer levar. Esse é cachorro. Agora, a ave não gosta de compromisso. O Javali gosta de guardar a economia sem os outros vê.
Javali é econômico? É econômico.
E cobra gosta de fazer coisa certa. Tem uns aí que eu não sei. O... O dragão eu não sei. O... o coisa também eu não sei. O carneiro. né? Ah, cavalo gosta de vencer sem a ajuda de ninguém. Cavalo vence mesmo, né? É, geralmente, né? né? por cento, né? O cavalo gosta de vencer sem a ajuda de ninguém.

Então, essas coisinhas aqui... O senhor acha que a vida ah, sua trajetória de vida então confirma você ser tigre? Você gosta de coisas diferentes? É, eu gosto.
Eu gosto de coisas diferente. Pega música japonesa e põe em português, ou vice-versa, canta música que ninguém canta, como o Cabecinha no Ombro, Lampião de Gás, né? Assim, em japonês.

Paulo, então a gente, Camille, eu e o Museu da Pessoa, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui.
De nada.
E a gente fica muito feliz de ter podido compartilhar um pouco da sua história, que é muito bonita.

Muito obrigado.
De nada.